Inicialmente, ah nós gostaríamos de saber qual o seu nome, local e data de nascimento. Eh

Qual que é o nome dos seus pais, dos seus avós? É

Você lembra do nome dos seus avós? E e
Lembro sim, não, o sobrenome deles direito eu não lembro, mas É o meu avô paterno chamava-se André. e a e a minha avó chamava-se Maria, Bob Fortes. E, por parte de mãe, era meu pa, era Antônio eh Gimene, não, Canhete e a minha avó chamava-se Margarida Canhete. Eh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
Dos meus avós eram camponeses todos. E E meu pai já veio imigrante para São Paulo, foi trabalhar em fábrica, ele era operário.
Imigrante, assim, da onde que eles vieram? Qual origem dessa
É de Espanha, na em Andalucía, né? Chama Bela Margusa. Como
Como que eles vieram? Que época que eles vieram?
Bom, meu pai veio com vinte e quatro anos em mil novecentos e sete. E a minha mãe, em mil e oi... e noventa e seis. Ela veio pequena, é. Minha minha vó minha mãe veio com sete anos. Depois, numa fazenda, trabalhando, que eles se conheceram. e se casaram em mil
e treze. Ah, então, eles se conheceram na própria fazenda? É.
É, na própria fazenda.
E você nasceu nessa fazenda?
Não, nasci em outra fazenda, em Bariri, mas é na mesma cidade, em Bariri. Nasci eu, eu sou gêmea, né, nas duas caçula da da do meu pai e da minha mãe. Ah, então quantos irmãos? Nós somos cinco irmãos.
Cinco irmãos, você é a do meio?
Eu sou a a caçula, nós duas.
Você lembra, assim, da sua infância? Como é que que era, assim Ah eu
De lá do interior, eu não lembro. Né que meu Meu pai veio cedo para para São Paulo, porque ele foi trabalhar em fábrica, ele trabalhava de campo lá de... na agricultura, mas aí ele quis vir para São Paulo. Nós fomos morar em um em um quintal na Rua da Moca, que eh hoje se chama de Cortiço, né? E... trabalhar em uma fábrica de biscoito. E eu fui trabalhar também na fábrica de biscoito com ele, trabalhei em uma fábrica de meia lá. A o o as coisas mais longe que eu lembro é isso. Né? Depois eu eu lembro na esco na minha escola, que eu estudava, quando eu fui trabalhar, a primeira greve que nós fizemos em mil
e, novecentos e quarenta e cinco. Só deixa eu voltar um pouquinho, que a gente vai voltar nessa nessa greve aí. Vocês saíram do interior, vieram para São Paulo, família inteira?
É, família toda.
Aí vocês foram morar nesse Mas como foi isso, assim? Você estava era criança, como é que era essa es a a escola?

Bom, quando eu tinha oito anos, minha mãe logo quis matricular nós duas na na escola, a outra já estudava. Daí não conseguia vaga, mas quando eu tinha nove anos, consegui. E a gente se sempre se destacava em tudo o que a gente fazia, porque eu e a minha irmã era muito espertinha, né, quando éramos criança. E e minha mãe nunca tirou a gente da escola, mas a gente era muito pobre, né? Então, terminamos o o curso de quatro anos, eu fui para a fábrica trabalhar, tanto eu como a minha irmã.
Crianças, vocês moravam no cortiço? Cortiço. Como que era a vida no cortiço? Como que era a sua casa?
Olha, o cortiço, eh ele tem outro aspecto, não é igual hoje em dia. Lá pa reci né eh cinco famílias morava lá, tinha um banheiro. Para dizer a verdade, nem era um banheiro, é uma privada, né, nos fundos do quintal. E todas Eh quase todos os moradores lá eram também espanhóis. E eles e a gente se dava todo mundo muito bem, n é Era comoI tudo fosse uma família só, sabe? Uma cuidava das da das dos filhos dos outros, ia trabalhar, deixava a criança, todo mundo cuidava. Era um era um é um cortiço, assim, bem de trabalhadores. E as brincadeiras? Ah sim menina

Tinha as menina que morava lá. A gente brincava muito, muito, muito.
Lembra qual eram as brincadeiras mais as qua brincadeiras favoritas?
Ah as favorita era pular pau, eh, pega-pega, que a gente chama de correrné n ĵ II, e nós fazíamos muito tjneatro também. Brincavamos assim, de de fazer teatro. A gente mesmo inventava a histórias, mesmo, a gente atuava, fazíamos fantasia.
A escola? nisso apareceu a escola. Você ia com essa, com o pessoalzinho para a escola?
A escola é na mesma rua que eu morava, bem pertinho, a gente ia sozinha.
Na sua casa, o cotidiano da sua casa, como
Bom, na minha casa na, a minha casa era um quarto e uma cozinha. Morávamos todos lá dentro. Já do, um irmão e uma irmã que casou logo, mas nós, as três solteiras e meu pai e minha mãe, era um quarto e cozinha. E todos trabalhavam. Saíamos de manhã e voltava de noite. Minha mãe, e em ca trabalhava em casa. Ela costurava, ela lavava roupa para fora.
Aí você começou a trabalhar?
Comecei a trabalhar. Nessa fábrica, eh eu trabalhava na fábrica de meia. Eu aprendi a profissão de servideira e fui participar do sindicato. Primeira coisa é que meu pai era sindica, era sindicalizado, eu também fui me sindicalizar. E logo um ano que eu trabalhava lá, estourou uma greve de quarenta por cento nas Foi o, para mim, foi aquilo, foi o máximo. Sabe? Eu achava tão bonito a pessoa que participava, né? Porque eu, de menina, de pequena, tinha a Revolução Espanhola, e nós ouvimos uma rádio clandestina. E a gente, nós punha o rádio no quintal, porque só uma tinha rádio, no quintal. A gen, eu eu tinha sete, oito anos. Eu chegava a chorar de ver o que eles falava, sabe? Me emocionava muito. E eu sempre tinha aquela ideia de o que eu poderia fazer ou o que eu poderia fazer. Tinha quantos anos? Eu Tinha sete, oito anos, porque a a revolução foi em trinta e
e seis. E quando você estava na fábrica, você lembra do seu primeiro contato, o primeiro, qual era o trabalho seu? Dentro da fábrica, o que você fazia?
Eu era serzideira de meias. Assim, você já tinha experiência? Não, eu fiquei um mês trabalhando trabalhando lá de graça para aprender a profissão. Porque lá a pessoa ia, aprendia e ia embora. É um serviço muito chato para fazer. E Mas ganhava bem, né? Então, eu e a minha irmã fomos, nós ficamos e... As três, essas três irmãs, uma que foi presa comigo e a outra, que é gêmea comigo, as três trabalhavam nessa fábrica.
que era o a fa, dentro da fábrica? O trabalho era pesado?
Não era, um serviço leve era sentado, eh exigia muita atenção, sabe? E boa vista.
E, assim, qual era a sua, como era sua relação com as suas colegas?
Ah, muito boa, muito boa. Me dava com todas. Sempre Sempre ligada. De dentro da fábrica, a gente não tinha muito contato, porque todo mundo trabalhava a contrato. O a contrato é a gente ganha o que faz, né? Então, todo mundo estava no seu serviço, não ligava muito, né? Mas fora da fábrica, todas pe pessoa que trabalhava lá era a vizinhança toda. A gente se dava muito bem.
Nunca houve problema nenhum. E nesse meio tempo tinha algum lazer, alguma... como que era essa relação?
Das colegas de trabalho? A relação nossa era de sábado e domingo a gente ia nos bailinhos, não bailinho de salão, porque os pais não deixavam, mas bailinho em casa de família, íamos em aniversário, cinema uma vez por semana.
Lembra de algum filme, quando você foi ao cinema, alguma coisa que marcou?
Tem bastante filme.

mais dos seriados, que eu gostava, Flash Gordon, esses filmes de seriado. gostava muito
Então, como é que foi esse despertar para a vida política?
Foi assim, eu, quando terminou a greve, eu fiquei com uma amizade com umas pessoas do sindicato, e um dos rapazes trabalhava na mesma empresa que eu. Aí, num domingo, logo depois de dois meses da greve, teve um ato público num cinema lá perto da minha casa. Esse ato público era para se formar comitês democráticos de cada bairro. E ele falou assim, vamos, vamos, vamos. Eu nem sabia direito o que era, mas eu fui. Cheguei lá e eu gostei bastante, viu? Gostei bastante. De lá, eu fui convidada para participar de um comício que vinha o Luiz Carlos Prestes, que era líder do partido. Aí conheci todo aquele pessoal, adorei. Depois de um mês eu estava afiliada ao partido.
Tinha quantos anos? Quinze. E o seu pai, ele sabia disso?
Meu pai sabia, meu pai acompanhava muito. Eu tive primo que morreu na Revolução da Espanha. Meu pai sabia, meu pai tinha orgulho de saber que eu me interessava por isso.
E aí, como é que foi essa sua participação, então, com quinze anos?
É, comecei a participar de atos públicos, de organizar coisas, assim, dentro do partido, recrutar pessoas para vir para o partido, né? Aí, partido em quarenta e sete foi clandestino, né? Aí, eu fui atuar na clandestinidade. Aí, meu pai comprou uma casa em em Santo André, e eu pedi para me apresentar a pessoa de Santo André, que era do Partido, que é aí que eu conheci o Rolando Frati, conheci a Maso, e fiquei atuando lá. Mas eles achavam que eu deveria atuar dentro do movimento juvenil. Aí eu fui para o movimento da juventude comunista. E fiquei lá bastante tempo, em Santo André. Aí teve uma manifestação do partido contra a resolução da conferência de Washington, que o objetivo era mandar brasileiros para a Coreia. Naquele tempo não era vitínia, era a Guerra da Coreia. E eu fui presa. Fiquei três dias. me soltaram. Na semana seguinte, nós fizemos outra manifestação contra a resolução dessa conferência. Aí eu fui presa. Estava eu e a minha irmã. Aí nós duas fomos presas. Ficamos presas um ano e sete meses.
E como foi essa prisão?
Foi bem pertinho da estação. Eles proibiram a manifestação, mas o partido falou assim, vocês não vão aceitar essa proibição, vocês vão em frente. E nós fomos, né? Aí teve o choque entre nós e a polícia. Eu era já conhecida na cidade pelos movimentos que a gente fazia, né? E fui presa. Essa minha irmã não participava muito, só aquela que era gêmea comigo que participava. E ela também foi presa. Depois que ela foi presa, eu pensei, agora eu vou ingressar no Partido Comunista também.
Então, as gêmeas, não dava confusão na militância?

Eu fui presa três vezes em Santander. Eles falavam assim, agora eu peguei a Isabel ou a Margarida? Minha irmã chamava Isabel. Mas a minha irmã nunca foi presa, a outra. A outra foi candidata até à vereadora lá em Santander.
Mas, dentro da prisão, você chegou a sofrer?
Olha, eu, quando eu fui presa, nós fomos para Tiradentes, aquele presídio que agora não existe mais, na vida Tiradentes, casa de detenção. Lá estava presa Elisa Branco. Não sei se você conhece a história da Elisa Branco. É uma mulher que recebeu o Prêmio Stalin, porque ela abriu uma faixa num desfile militar, sete de setembro, dizendo que nossos filhos não irão para a Coreia. E ela foi presa. Então, quando eu cheguei lá, ela já tinha uma coisa meio organizada lá dentro. Ela estava numa cela sozinha, porque o preso político não misturava com as outras. E aí eu fiquei lá e ela me ajudou muito lá, viu? Me ajudou muito. E a gente ficou... Fizemos greve também lá dentro do presídio, greve de fome. Ficamos quatro dias sem comer. Aí o promotor achou que não era bom a gente ficar lá. Mandaram a gente para... Como é que chama aquela presídio? Hipódromo. O presídio do hipódromo. E aí fomos para lá. Aí a Elisa foi libertada. E a minha irmã ficou um ano e meio lá, mais de um ano e meio. no hipódromo, junto com as correcionais. E era muito ruim lá, viu, com as correcionais, porque todo dia entrava aquele monte de gente, eles judiavam dos presos, né, e a gente se metia, e era desagradável, viu.
Um ano preso?
Um ano, sete
Como que era um dia-a-dia, assim, na cela? Como que é isso?
Lá não tinha direito a nada, não podia entrar livro, não deixavam para a gente ler. Às vezes, alguns presos comuns tinham livros que emprestavam para a gente ler. E a gente ficava assim, sem fazer nada. Vim inteiro sentada, pegava, enquanto a gente arrumava um jornal, por causa de um jornal que nós fomos parar no outro, um jornal que tinha uma entrevista com presos, e o advogado trouxe para nós, escondido, e uma presa viu e contou, né? Aí eles tiraram a gente de lá. Mandaram a gente ir para o hipódromo. No hipódromo, nós não fazíamos nada. Era uma cela do tamanho disso aqui, mas numa sujeira, não tinha nada, nada. Nós que arrumamos, fizemos um quartinho bonitinho, mas era horrível lá. Era correção, né? Só entrava aquela turma, ficava dois, três dias e saía, vinha outra turma. Era horrível. Nós não tínhamos direito a nada lá, né? Nada, nada. Nenhum remédio, nada.
Nesse tempo que você esteve presa, tem algum fato que te marcou? Alguma coisa que aconteceu dentro da prisão? O que você soube?
Com os presos? Você diz com os presos, né? Eu lembro que houve uma revolta na Ilha Anchieta, e os que eles conseguiram capturar, eles levaram para esse presídio, e eu lembro que eles estavam todos nus. todo machucado, apanhando, porque puseram ele num lugar onde dão aqueles... ducha escocesa, que davam para eles, né?

Eu fiquei bem chocada, eu não sabia que esses presos... E a comida também era horrível. Vinha aquele arroz, feijão e repolho em cima, cheio de água. As colecionárias lá, todas comiam. Elas punham a mão em cima do arroz, tombava assim, saia aquela água. Eu não comia comida lá. Eu fiquei magrinha. Eu sempre fui magra, mas fiquei bem magrinha, porque aí não comia, não.
E como é que foi a saída de lá? Depois que você saiu, como foi?
Bom, nós saímos... Eu fui presa em cinquenta e um...

Eu não fui trabalhar porque eu não tinha nenhum documento. A polícia tinha ido na minha casa, queimou todos os meus papéis, meus documentos, e eu não tinha nem nada. Aí eu comecei a procurar emprego, mas estava difícil de arrumar emprego. A minha irmã arrumou uma fábrica de meias, porque era difícil achar essa profissional que faz... Ela arrumou, mas eu não consegui. Mas aí o partido achou que eu era uma pessoa que podia dar futuro no... no partido, eles me mandaram para o Rio de Janeiro, de lá eu tirei papéis e fui para a União Soviética.
Isso foi... quantos anos você tinha?

Nossa, e quando você foi para a União Soviética, como foi esse negócio? A língua diferente, como que você escreveu?
É, para mim foi muito difícil, né? Porque eu falava assim, eu falo porcamente português e vou aprender a falar russo, mas lá tem o tradutor, né? A gente ficava... eram quarenta e cinco brasileiros, tudo junto. numa casa, num sítio. E a gente falava sempre só em português entre nós. Com eles, nós tínhamos todo o tradutor em espanhol. As aulas eram dadas em russo e o tradutor traduzia. Mas nós tínhamos aula de russo também, mas não dava para gente ter uma conversação. Uns aprenderam melhor, outros menos, né? Porque é uma língua difícil, tem declinação, né?
E quantos anos você ficou lá?
Lá ficamos um ano. Eu fui em junho e voltei um ano. No segundo ano, voltei em abril.
meses. Nesses vinte meses, como foi a sua vida?
Ah, lá era uma vida boa. Nós estávamos diferenciados do povo de lá, porque a vida do povo lá não era muito boa, não. Mesmo assim, a gente não se decepcionou, sabe? Nós continuamos. Era para a gente debater as coisas que a gente achava que eram certas, mas o partido nunca tolerou a discordância, né? Você tinha que estar sempre falando amém por tudo que eles faziam e apresentavam. Mas eu fiquei... Nós é muito bem tratada, muito bem.
Mas lá você tinha algum momento de lazer?
Tinha, tínhamos férias, viajamos quase pela União Soviética toda. Nós de sábado, de domingo, toda noite tinha um bailinho que a gente fazia e ele tinha jogo de vôlei no verão. Jogo de vôlei, de futebol, os homens. E no inverno nós tínhamos patins para patinar, tínhamos esqui para esquiar. Nesse, eles deram um bom tratamento, nós estávamos muito bem.
Do que você mais gostou dessa vivência lá?
A educação. Achei muito boa a educação.
As pessoas?
É, as pessoas muito boas. O Russo é muito bom, muito carinhoso, sabe?
E como que foi o seu retorno?
Quando eu voltei, nós fomos para o Rio, o pessoal do partido esperando para dar as novas tarefas para a gente. Aí eu fui para São Paulo, me puseram para atuar na juventude. Eu era a presidente da União da Juventude Comunista de São Paulo. Fiquei aqui trabalhando. E meu marido também, que estudou lá, quando ele voltou, mandaram ele para São Paulo para ele também atuar na organização do partido.
Aí nós casamos. Como que você conheceu o seu marido?
Porque lá tinha uma casa de repouso do antigo, antes da Revolução, o governador de Moscou. Uma casa enorme. E era tudo dividido em salas de aulas. E tinha uma parte dela que era a cozinha e o restaurante. Então, todos nós, cada um, tinha o seu lugar para comer, né? Era quatro em cada mesa. E uma mesa tinha seis lugares. E eu cheguei depois, porque eu fui para a Crimeia. E, quando eu voltei, já tinha começado as aulas. Eu fui sentar lá. Eles me indicaram a sentar lá. Então, meu marido sentava na ponta da mesa e eu do lado. A gente ficou se gostando. Ele solteira também, né?
E ele era de São Paulo?
Ele era do Rio Grande do Sul. Mas ele estava atuando no Rio de Janeiro, quando ele foi expulso do exército.
Então, vocês começaram a namorar lá? Lá, é. Voltaram juntos?
Voltamos, aí casamos.
Mas como é que foi esse processo do casamento? Como é que rolou isso?
Ah, é uma história meio complicada. Olha, ele era perseguido político. Então, ele não podia apresentar documento nenhum. Ele podia ser preso, porque ele tinha sido condenado a dez anos de prisão. Aí, nós simulamos. Minha mãe e meu pai nem nunca souberam disso. Simulamos um casamento. que foi para a procuração, só que aí ficamos juntos. Alugamos uma casa, amobilhamos e fomos morar juntos. Depois de três anos, ele averigou tudo nas delegacias. Uma pessoa, um advogado, arrumou tudo para ele e viu que o mandato de prisão dele não tinha saído do quartel nunca. Estava lá, quer dizer que ele não... E aí nós casamos.
E quando você, antes de voltar na sua militância, uma curiosidade, porque você tinha que falar publicamente, não tinha? Tinha. E como que era isso? Você conseguiu, como é que foi a primeira vez que você falou? Como é que é isso? Você não ficou com, assim... com vergonha, não ficou com...
Ah, eu fiquei, fiquei. As palavras nem vêm na cabeça na hora do nervoso, né? Mas a gente procurava falar o mais simples possível, né? Mostrando a realidade, né? E convocando o povo para participar do movimento.
E você lembra a primeira vez que você falou onde foi? Primeira vez?
Ah, não lembro. Acho que foi em Santo André. E, se eu não me engano, foi lá onde tem essa fábrica de piranguinha.
Você teve que falar para o povo autônomo.
Era a campanha eleitoral, né? Foi tranquilo. é. Antes disso, foi na porta da Pirelli, de uma fábrica da Pirelli, que aí eu fui presa também. Lembra disso? Lembro. Fui presa. Eu tirei férias da fábrica para trabalhar nas manifestações que estavam se fazendo. E tinham preso todos os políticos de Santo André, o Maso, Armando Maso, o frate, todos foram presos. Aí, nós fomos na porta da fábrica. Às vezes, a gente paralisava a fábrica, porque ele era muito querido lá, para soltarem ele. E aí a polícia veio e me pegou.
E como é que era, depois você voltando então para a juventude comunista, você foi dirigir a juventude comunista? E você trabalhava nessa época?
Não, só atuava ali. A gente recebia uma ajuda, né, para a gente viver, comer, vestir.
Nesse meio tempo você já estava casada, não é?
Não, eu vim da União Soviética em abril e em novembro eu me casei.
Aí você, então, casada e dirigindo a juventude comunista. É. Nessa época apareceram os filhos?

Só tive filhos depois que eu saí do partido, por discordância da direção. Eu saí, meu marido foi expulso.
Como foi esse processo da sua militância até a sua saída?
Bom, a gente era com o olho fechado, a gente batia palma para tudo, embora muitas coisas a gente não discordava, mas a gente achava, quem sabe, que eu que não estou entendendo a coisa, né? Aí quando nós vimos que saiu um manifesto na União Soviética com Nikita Khrushchev sobre o culto à personalidade, as perseguições que tinha lá, E achava que teve mais abertura, nós queríamos abertura, não era uma coisa fechada, uma ditadura. O partido mandava na gente até eu não ter filhos. E a minha irmã casou com um rapaz que era do jornal Hoje, mas ele não militava muito. Ele falou assim, ele é burguês, tua irmã casou com um burguês, né? E aquilo foi pondo na cabeça da gente que aquilo não era certo, né? Aí nós saímos, partimos. Queríamos formar outra coisa, uma renovação, mas não deu certo.
Isso foi que ano, mais ou menos? em cinquenta e...

sete. Foi a época da invasão de Czechoslováquia... Isso. Que inclusive também deve ter afetado. também!
Mas aquela manifestação já também era resultado das pessoas que estavam em todos os lugares se manifestando. Mesmo o Partido Comunista da Itália, da França, todos estavam se desfez, praticamente se desfez o partido.
Nesse meio tempo, você estava, então, em São Paulo, não é? Eu estava em São Paulo. E você lembra como é que era a sua vida em São Paulo, militante? Como é que era a vida? Onde você morava? O que você fazia?
É, eu só atuava no partido, vivia, fazia um ruinão aqui, ruinão lá, só essas coisas, vivia o dia inteiro para cima e para baixo. Eu morava na Rua Javari, ali em frente da Cresp, não sei se você conhece, na Moca. É a primeira fábrica que fez uma greve aqui no Brasil, a Cresp, que agora é um supermercado lá. E eu aluguei um apartamento lá em frente e morava lá. Mas assim, ninguém podia saber onde eu morava, nem minha família me visitava.
Nossa, como é que era a relação sua com a família?
Um domingo ou outro, que a gente estava assim folgado, a gente ia lá visitar a família.
Nesse meio tempo, assim, aí os filhos, então, depois que você saiu do partido, aí apareceram os filhos?
É, em cinquenta e oito, enfim, em cinquenta e oito nasceu a minha primeira filha e em sessenta e um, nasceu a segunda.
E como que foi isso para você?
Ah, para nós... Olha, eu falo a verdade. Na época que eu saí do partido, eu me senti muito mal, sabe? Fiquei muito deprimida. Porque toda a minha vida estava lá, lá, com aquela ilusão, de repente corta-se aí. Mas depois, aí os filhos, os filhos é tudo para a gente, né? Traz tanto problemas, ruins como bons, e a gente pôde apagar aquela parte, né? que sempre me preocupou, me preocupou muito.
Quantos filhos a senhora tem?
Duas filhas moças. Eu já tenho duas netas moças também.
E ela sabe, assim, dessa história?

A minha filha, a mais velha, ela é pedagoga. Ela é diretora de uma escola. Mas ela faz reunião com as professoras. Ela não esconde o que a mãe dela era, não. Ela conta. Todo mundo quer me conhecer. Às vezes fala, ah, vocês exageram. Eu tive uma vida com muitos militantes do partido, né?
E dessa época da sua militância, o que você mais te marcou? O que você gostaria de fazer de novo?

Eu faria tudo de novo, mas em circunstâncias diferentes. Ter mais audácia. Eu queria ter audácia para discordar das pessoas, ne. E eu nunca consegui discordar de ninguém do partido. Tudo era amém, falava e a gente passava para frente. Mesmo às vezes a gente não estava achando que estava certo, mas a gente achava que eles sabiam mais do que a gente.
Então, você acabou a sua vida mais restrita à militância, não é? É, só à militância.
Porque não tinha um horário assim... Ah, vou ao cinema... Não, imagina, que nada, a gente não tinha tempo para nada. Às vezes, a gente tinha que comer com fome, que não tinha nem dinheiro para comprar um sanduíche.
porque não tinha condições, porque estava desempregado.
A gente era desempregado, o partido dava dinheirinho, auto-precisando para a condução, dava, mas tinha que pagar aluguel. Então, meu marido conseguia metade, eu conseguia metade. Que tem os simpatizantes, que a gente chama simpatizantes do partido, que contribuía com o dinheirinho.

Sempre ligado com o trabalhador.
Também era difícil arrumar emprego, né?
Era difícil.
Teve algum momento que vocês tiveram que tirar um outro documento para arrumar emprego?
Não, nunca tiramos. A minha irmã arrumou emprego, mas ela trabalhava numa fábrica pequena, ela nunca foi registrada.
E seu pai, mesmo com toda essa situação, como é que ficou a relação com a sua família? Teve algum momento que condenou?
Não, meu pai e minha mãe nunca condenou, sempre... A minha casa era aparelho do partido. Eles achavam que a minha casa estava à disposição deles.
Porque as reuniões eram lá.
Depois que a casa ficou conhecida, não se fazia mais reunião lá. Mas eles iam lá almoçar, iam jantar... Minha casa sempre foi visitada por pessoas do partido.
A casa ficou conhecida? Como conhecida?
A casa da dona Filomena. Minha mãe chamava Ana. A pensão da dona Filomena.
Aí ninguém ia fazer reunião lá?
Não, não podia lá. Por causa do quê? É, porque a polícia podia arrombar. Depois tinha os caras que contavam, tá tendo reunião lá, né? Aí eles iam lá. Aconteceu algum momento isso? Não, pegou reunião não, mas foram lá na minha casa, umas duas, três vezes, bagunçaram tudo na casa do meu pai. Com as... Com meus documentos, meu pai estava trabalhando, estava minha mãe e uma irmã mais velha casada lá, até minha irmã desmaiou. E eles queimaram, pegaram todos os nossos documentos, eu não tinha documento nenhum.
Tem uma coisa que eu tenho curiosidade aqui que eu acabei deixando passar. Quando você tinha trabalhado, começava a trabalhar e você teve o seu primeiro salário, o que você fez com o seu primeiro salário?
Olha, eu comecei a trabalhar e já no primeiro mês eu ganhei mais que o meu pai. Mas eu fiquei tão contente e a gente entregava o pagamento em envelope fechado para mãe, né? Eu entreguei para ela. Meu irmão também era do partido. Foi lá e falou, poxa, você ganhou mais que eu. Tanto o meu ordenado e da outra minha irmã. E aí minha mãe falou, agora que eu posso comprar um terreno para fazer uma casa. Aí foi uma alegria, né? E eu trabalhava hora extra. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Às vezes, o horário de saída era seis horas, eu ficava até às oito. Sempre trabalhando para ganhar mais. Não que eu sou ambiciosa por dinheiro, mas para melhorar a vida dos meus pais.
E aí, o que você fez com o primeiro salário? Você... Não, dei para ele.
todinho para ele? Todinho, todo mês. Só que minha mãe via se eu precisava de um sapato, ela comprava. Se precisava... Queria ir no cinema, eu pedia, ele dava um dinheirinho para o cinema.
Tem uma outra coisinha. Você passou por quantas empresas, mais ou menos?
Trabalhei. era na Mussolini, uma fábrica de tapetes, a Horizonte, e fui... a Duchenne, que é Biscoito. Todas elas eu trabalhei um ano, um ano e meio. Depois eu fui trabalhar, por tarefa do partido, numa fábrica grande para organizar o partido lá dentro, na Matarazzo.

Eu estava com um mês e dezessete dias, eu trabalhava lá, eu fui presa, perdi o emprego. Cheguei, conheci umas duas, três pessoas que eu convoquei, organizamos uma manifestação lá, grande, na porta da fábrica, todo mundo parou, mas eu trabalhei só um mês e dezessete dias. A fábrica era enorme, não dava para ter contato com toda a fábrica, só com a sessão que a gente trabalhava.
Qual o Matarazzo que era? Aquela de São Caetano. São Caetano?
Era enorme.
Mas como é que você chegava, assim, na pessoa para chamar?
A gente conversava, tudo, e a gente perguntava se ela votava, em que partido, por quê. Aí falava assim, ah, eu sou do partido tal, fulano, contava a história, sabe, do partido, como é que foi, como é que surgiu, qual era o objetivo do partido em relação aos trabalhadores, tudo. Muita gente já... Conhecia, mais ou menos, esses aí, eu diria, fico até contente de ter encontrado uma pessoa que entendeu ele, né?
Mas para conversar, tudo muito escondido, né? Muito escondido. Que horas que você conversava?
Tinha que ser numa área... Área fora. A gente marcava encontro com a pessoa. Você pode terça-feira ir em tal lugar? A gente ia e conversava.
Na hora do almoço?
É, na hora do almoço também.
Na hora do almoço, você aproveitava para conversar?
Muito pouco, porque a gente trabalhava de turma. Entrava às duas e saía às dez uma semana. Na outra semana, entrava às seis e saía às duas. Então, a pessoa saía e já ia embora. Não tinha horário de... e almoço era direto.
Como é que era esses encontros assim, como que que ele era organizado?
Não, a gente se fazia reunião. Para organizar o partido dentro da indústria, a gente convocava umas pessoas para vir na minha casa, por exemplo, ou na casa de uma delas. A gente ia e conversava, mas já pessoas que já sabiam o que era. Nunca ninguém foi lá não sabendo o que era e chegou lá, era isso, né? Sabia que se queria ingressar no Partido Comunista. E o partido fazia muitas festas, muitos bailes, a gente convidava para ir. para ir nessas reuniões festivas.
E dessa sua atividade, você lembra qual a maior dificuldade que você teve ou algum momento que você teve mais dificuldade para poder chamar as pessoas? Teve algum fato?
Não, o lugar mais difícil que eu achei foi no Matarazzo, mas é porque eu trabalhei muito pouco tempo lá. Não tinha ainda amizade com ninguém. Foi uma dificuldade para pegar três pessoas. Nem ingressaram no partido, mas conheci o nosso movimento e tal. Mas era difícil, não era fácil, não.
Tinha medo as pessoas?
É, as pessoas tinham medo. O que elas comentavam? É, dizia assim, ah, eu não posso perder o emprego, eles vão me mandar embora. Primeira coisa que eles falavam, é, vão me mandar embora. E a gente estava por tudo, mandasse ou não mandasse, né?

não se importava. meu marido

meu marido foi

casamos, ele já estava trabalhando na Folha. Ele era do departamento de publicidade. Mas a gente não tinha muita condição, não, porque a gente tinha dívida e tal. Mas aí ele conversou com uma pessoa lá e conseguiu que o plano de saúde de lá da fábrica, da Folha, desse para eu ter filho por conta dele, né? Porque precisava pagar um ano para ter, a carência, né? E ele conseguiu. Aí, quando a minha filha nasceu, eu já me senti mais solta, né? Podia fazer um plano de vida que a gente já ganhava uma quantia X, né? E a minha filha foi muito bem-vinda, muito bem-querida, mas nunca nos deixamos de mostrar para as nossas filhas o que nós fizemos e por quê.
Mas assim, quando você teve os filhos, já não estava militando mais.
Não estava, mas aí eu não me considerava que para ser uma militante, uma militante não, não precisava ser militante do partido, para a pessoa ter o olho aberto, entender o que é a luta, por quê, tudo isso, sabe?
E tem aquela história, uma vez militante mesmo não estando militando, qualquer coisa que você vê, você acaba agindo. Agindo, claro. E teve alguma coisa assim que depois te chamou a atenção, você foi participar?
Não, não teve nada, porque depois a censura de tudo, veio a Revolução de sessenta e quatro, aí a gente tinha que ficar quieta. Veio até espião na minha casa para ver os livros que nós tínhamos.
E como foi esse período, de sessenta e quatro, para vocês?
Para nós não, porque nós já não militávamos mais e a polícia sabia disso. Tanto é que a polícia veio em casa e se meteu lá para ver que a gente não estava mais militando. Mas a gente via os amigos da gente serem presos, mortos. Isso deixava a gente muito chocada.
Chegou até alguma manifestação?
Não, nunca participei. Depois disso, a primeira manifestação foi na direta já. Aí eu fui participar.
Aí foi a retomada? É. E como foi isso, essa retomada?
Eu não cheguei a ingressar em partido nenhum, mas eu participava das coisas deles.

Como foi essa participação?
Foi assim, participando dos movimentos só, né? Mas, e na campanha eleitoral, caçar voto para eles, né? Mas chegou aí em reunião? Não, eu nunca fui na reunião.

ia era minhas sobrinhas. Minha sobrinha também é do pêtê, ela ia.
Mas nas diretas chegou aí nas manifestações?
É, ia nas manifestações, nas diretas.
Aí levava os seus filhos... Aí foi.
Até minha neta levava em comício do pêtê Só nos comícios dele, né? E seu marido também? Não, meu marido nunca mais quis saber de nada. Ele ficou muito chocado. Ficou chocado e falou, não quero mais nada, nada, nada.
Então, voltando um pouquinho. Depois teve essa frustração, praticamente uma frustração em relação à militância, né? O rompimento com o partido. E aí a senhora teve os filhos, mas como é que, com uma vida marcada pela militância, como que foi o viver depois, esse cotidiano?
Bom, depois que minha filha fez seis anos, que foi para escola, era uma escola nova, tinha sido inaugurada naquele ano, e é bem pertinho da minha casa. E eu fui participar da escola, ajudar na escola, fazer tudo. Eu cheguei a ficar dez anos presidente da Associação de Pais e Mestres. O pai dos alunos tudo votava em mim para trabalhar, porque nós pusemos aquela escola numa beleza, fizemos de tudo. Até o consultório do unitário nós compramos, associação. Nós fazíamos festa, fazíamos chá beneficente, fazíamos tanta coisa. E eu, olha, preenchi um pouco, porque se eu ficava só em casa fazendo comida, cuidando do roupa, cuidando das crianças, ia... uma depressão para mim aqui. Aí eu fui trabalhar na escola, foi uma beleza, viu? Duas vezes por dia eu ia na escola, ficava uma hora lá para fazer as coisas que tinha que fazer. Organizamos tanta coisa lá que até faz tempo. A minha filha saíram da escola na oitava série e ainda fiquei mais dois anos trabalhando, nem era mais mãe de alunos. Adorava fazer aquilo, fazer um trabalho lindo lá.
Tem alguma coisa que você lembra, um fato, alguma coisa que vocês realizaram?
Olha, o primeiro foi que lá, os alunos, mais da metade era da favela da Vila Prudente. Eles não tinham nada, nada. Então, a gente ajudava muito eles. Naquele tempo não dava uniformes para os alunos. Agora dão, mas não dava. A gente comprava uniformes, sapatos, dava tudo para eles. E as criançada tudo me chamava de mãe de pai de mestre. Era conhecida pela mãe de pai de mestre. E aí começamos a organizar festas na escola, que até se tornou tradicional. A escola se chamava Chá das Margaridas, porque nós mesmos fazíamos o convite, era uma margarida, e nós fazíamos o chá, mas ficava tão lindo, todo mundo participava, os alunos, as mães dos alunos, todos participavam. Nossa, o que trabalhava para fazer! Aí a gente arrecadava o dinheiro. botava no banco no nome de duas, né? E assim nós precisava dentista para aquelas criança. Não tinha a escola. Aí nós compramos uma um consultório dentário, mas usado, né? E aí a pre, o governo mandou um dentista. Trocamos as cortinas. Nun nunca teve um vidro quebrado naquela escola. Parecia uma escola particular. E aí eu tinha orgulho do pessoal Tudo fazia fila na véspera da matrícula. Dormiam na fila para pegar vaga naquela escola, porque eles falavam, essa escola aqui é maravilhosa. Tudo por causa das mães. Porque as mães que participavam, né e e ajudava a escola e ia muito bem mesmo.
O nome Chá das Margaridas tem alguma coisa a ver com o seu nome?
Não, não tem. Porque é a flor mais fácil para fazer <laughs> o convite. fazia uma xícara de de cartolina e e fazia uma margarida, amarelo e branco e verde só. Era mais fácil, né, não tem nada de ver.
Uma coisa, a sua vida sempre esteve marcada assim pela uma preocupação com a questão social.
É, sempre foi.
Como que foi isso para você? Como que que é isso? O que significa isso para você?
Olha, eu tenho a impressão que o pessoal vê quem faz muito, muita trabalho, assim, de para social. esses ONG, que eu não acredito muito nela, né, faz mais para se satisfazer, para ser, ou ter resultado financeiro, né? E eu já não. Como eu passei por isso, Nós éramos muito pobres quando nós éramos pequenas. E eu eu eu sei como eles se sentem, essas criança pobrezinha, né? Então, eu me colocava no lugar deles. Eu queria fazer alguma coisa. Sempre quis. A minha A minha filha mesmo, ela é ela é diretora de escola e ela tem os aluno dela quase tudo da da favela Heliópolis. Heliópolis é enorme, né? E sabe que é é... ela pega meninos quando ela vê que aquela criança é muito... enxutada pelos outros, ela vai, ela conversa, ela procura saber, ela leva na minha casa, a gente compra roupinha para eles, veste, manda ir para casa. Parece que o o menino quebrou um dente e não tinha dente na frente, ele não queria nem, não sorria, ele não sorria. Nós mandamos no dentista, colocou dente. Um Cada um a gente via o que é que eles precisavam, sabe? Nem era dinheiro, não. Às vezes era um carinho, um um um um conxego, como a gente diz, né? E na minha casa, meu pai era assim, a mãe era assim. O meu pai era assim, que ele ele foi trabalhar em uma padaria. que ele ele tinha banca de feira, um tempo, lá no interior. Teve acho que uns seis meses, vendeu, porque dava prejuízo. Aí ele foi trabalhar, entregar pão. Ele voltava com o carrinho vazio e sem dinheiro, porque vinha aquelas crianças, ele morria de dó. Ele distribuía o pão. Trabalhou uma semana, minha mãe você não vai mais!. Porque nós fomos criados, sabe, com, de dessa maneira, ter ter, olhar os outros de frente. Não só ter pena. Ter pena é uma coisa. Até é degradante a gente ter pena. Não é pena. A gente vê que eles precisam e que a gente pode fazer alguma coisa, né? O que eu fiz, eu falei, eu faço o que eu posso, né?
A senhora faria tudo de

Faria. Dessa maneira.
Faria. Eh, só uma outra coisa, eh... A senhora disse isso um pouco no começo da entrevista, eh, que aos sete anos vocês ouviam a rádio clandestina, que tinha esses ideais Tinham esses ideais, eh... Tinha. De de ajudar o próximo, ajudar as ou, as pessoas. O que te encantou no ideal comunista assim o que o que te chamou atenção. Olha, é é
O do partido, quando eu entrei, eu eu não a não sabia que o partido não era democrata. A democracia, a liberdade, a confiança, sabe? Eu tinha uma confiança plena neles. Eu botava a mão no fogo por qualquer um. E e aquilo me encantou mesmo. Nós éramos como uma família.
Tinha ajuda entre as ou as pessoas do Tem, tem,

Tinha. A senhora ficou quanto
Fiquei de quarenta e cinco até cinquenta e sete. Pouco tempo, não foi muito não.
Nessa sua trajetória de vida, teria alguma coisa assim que você mudaria?
Hum, não sei, eu Eu acho que eu sou tão feliz que nem nem vejo... Eu não eu nunca fui infeliz. Nem nem Nem com aquelas coisas que eu achava que não estava certa. Eu eu nunca me magoei. Fiquei meio chocada, né? Porque a gente esperava uma coisa. Lá na Sovética, eu esperava uma coisa e era outra. Uma coisa que me chocou lá e eu... Eh Nós ficamos em uma casa que era a casa de campo, né? E tinha uma porteira. Era enorme o lugar. Uma pessoal que trabalha na portaria. E tinha as criança. Eles andavam com um trapo embrulhado no pé. É muito frio lá na época de inverno. Lá chegamos a pegar trinta e quatro graus abaixo de zero. Então, eles viram aquilo eles não tinham aquelas... A filha do diretor da escola tinha bota. Tinha casaco de pele, né? E aqueles meninos tudo, assim, com aqueles pano. Então, a gen, eles deram um um patinho para cada um, para nós. E aqueles da da porteira tinha que ficar alisando o chão para a gente patinar, né? Então, é aprendendo. E eles, sabe o que eles faziam? Sabe esses essas tina que tem aqueles ferro em volta de latão? uma faixa de um latão grosso, eles pegavam e eles a amassa amassava para ficar reto, afiava um pouco, amarrava em um em um tamanco, em um coisa no pé, e eles esquiava, eles não tinham patins. E, para nós, e nós tínhamos patins tudo que vinha da Suíça. Então você viu Aquilo me chocou. A gente está lutando pela igualdade, mas uns são mais iguais que os outros lá, viu?
É. E isso foi uma coisa quando você voltou para o Brasil? Foi, nós

Nós sempre falávamos isso. Isso aí sempre falavam. acho certo ainda não chegou lá, mas ainda vai chegar. Eu falei, mas olha, cinquenta anos de de de governo e ainda não resolveu muita coisa. Muita coisa. Teve um filme russo que eu assisti faz acho que uns cinco anos. Eh Até ganhou o Oscar do melhor filme estrangeiro. Ele chamava Sol Enganador. Lá mostrou uma coisa que eu sentia. Falei, olha, esse homem sente igual que eu. Ele era era um dirigente do partido. A história é essa, e é verídica. Era era E ele estava de férias no campo. Um dia aparece um grupo de de malabaristas na rua jogando. E aí um dos do malabaristas entrou na casa deles e ficaram conversando. Era um cara que era do partido. tinha sido ãh mandado para a França, porque ele falava muito bem francês. Foi isso antes da guerra. Francês. E a e a moça, que era a noiva dele, não podia ir, né? Ela ficou lá e ele foi embora. Perdeu o contato, né? E ela casou com esse dirigente do partido. Já tinha uma menina. E aí ela foi, eles como estavam de férias, eles iam passear de barco no rio. E aí ele pegou a menina no colo e passava a mão assim no pé dela e falava assim, ai minha filha, você tem um pé tão lisinho. Ai ah Há de chegar um dia que todo povo da Rússia vai poder ter um pezinho assim porque vai ter sapato. Tudo que é ele elogiava na menina, que a menina tinha, porque era filha de um dirigente do partido, né, ela tinha. Um dia o o povo vai ter isso. E a gente via que os povos não tinham nada. Eles não tem nem Nem maiô não tinha para ir ir na praia. Eles me mandaram para a Crimeia, no Mar Negro. Não tinha maiô, eu entrava na água de calcinha. De calcinha, não tinha.
Aliás, por que você foi mandada para a Crimeia?
Ah, porque eu quando eu saí do presídio, eu saí muito, muito raquítica, era magrinha, pálida. Então, quando eu cheguei, eu cheguei sozinha. Desci no avião lá em Moscou, tinha um senhor me esperando que falava ãh espanhol. For uested quien seja una Margarita?

Aí ele falou, bem. Aí me levou, aí lá, ele falou com o pessoal que era que estava dirigindo tudo. Olha, essa essa moça que vocês mandaram é uma é uma niña, ele falava, é uma menina. Porque eu era tão, eu pesava quarenta e dois quilos. É É uma ninã, é uma ninã Aí eles se preocuparam com a minha saúde, sabe? Mandaram para lá para fazer um um tratamento, assim, tipo desses <laughs> desses desses eh sanatórios, né? E eu fiquei lá vinte dias. Então, eu até cheguei na escola vinte dias atrasada, né?
Como que era o tratamento? O que que era?
Nossa, fazia eles me davam uma injeção de arsênico. Doía para burro, para para alimentar, para para ter força, mas todo dia eu tinha que apertar um negócio assim. Tomava banho de imersão e uns comprimidos, que eu não sei o que era. Mas eu engordei lá, em vinte dias eu engordei dois quilos. E me trataram muito bem. Eu fui muito bem tratada, a gente uma hora ia para o dentista, mas o dentista não era para todo mundo, né, as coisas não eram para todo mundo naquela época, era difícil, né? Lá, por exemplo, o pessoal tem o o supermercado, também na época que eu fui, nem aqui não tinha supermercado, era vendinha, a gente comia nas vendinhas, né? É é Chamava-se GUM, eh do governo, né? Chegava, por exemplo, bacia. Todo mundo corria lá comprar bacia, porque não tem bacia. Aí chegava, até pegar um gene, vi um general saindo com uma bacia embaixo do braço que ele comprou. <laughs> Coisa que a gente não se vê aqui, né? Aí chegava outra coisa, não tinha. O pessoal queria comprar blusa de lã. Aqui tem uma porção de blusa de lã, né? Uma vermelha, uma amarela, uma azul. É que o pessoal bem pobrezinho, mesmo assim, sempre tem. Lá, a a tradutora, que tinha faculdade, ela, o ano inteirinho de inverno, ela passou com uma blusa de lã. Não tinha, né? As difí. Era difícil a vida lá.
né. E teve alguma coisa que você sentiu muita diferença de ir lá com aqui, que você lembra, que mais te te chamou a atenção?
É, essa difera diferença. Essa diferença.
Porque aqui é uma é uma outra coisa, que que eu não posso deixar passar. Você, enquanto mulher, Porque a época que você militou é uma época assim difícil, né? de quarenta, cinquenta. É Como é que, enquanto mulher, você conseguiu militar? Como é que era isso na sociedade?
eu eu sofri um pouco nesse nesse ponto, porque lá perto da minha casa tinha uns mocinhos da minha idade e tudo. Quando eu passava, que eu ia tomar ônibus para ir fazer as coisas, eles latiam, né? latiam me chamando de cadela, né? Mas eu nunca dei bola, nunca dei bola para para eles, né? E e em muitos lugares, o pessoal fala assim, ah, aquela, outra coisa, acusar aquela lá, ela tá no partido porque o partido fez a casa para eles morar Coitada da minha mãe e do meu pai para fazer aquela casa de um quarto, sala e cozinha, Camelaram, viu? Camelaram. E eles falava eh, falavam assim, e eu e eu ficava meio magoada nesse ponto, né? De pessoal não não reconhecer. Apesar que eu não estava fazendo aquilo para aparecer, né? Eu estava Se eles acham bom, bem. Se eles achavam ruim, bem também.
Então, havia um preconceito?
Havia.

Você, como colocou uma época da da Guerra da Coreia, né, da campanha que vocês fizeram, foi em cinquenta e três, né?
Não, em cinquenta e três acabou a guerra. Acabou a guerra, né? É foi
por ai. É

um já estava a guerra na Coreia

de alguma época que você lembra, você estava em Santo André. É
É, de fiquei com dezoito anos eu fui para Santo André. Comecei a militar lá.
Tá. Dessas campanhas que vocês fizeram também, não havia também uma certa dificuldade também? Mesmo em relação às pessoas, assim, a à situação econômica, você não sentia isso? Como que era isso?
A situação econômica do que do povo, você diz? Isso. Ah olha eu Desde que eu que eu que eu me conheço por gente, o pobre tem dificuldade e até hoje tem. Até hoje tem. Eu Eu eu e a minha minha filha e as amigas delas vão lá em casa, a gente conversa, fala assim, poxa vida, que vida que eles têm, como que não vai cair para a bandidagem esses moleques do jeito que vive, né? A educação, essas mulheres tendo um filho um atrás do outro, ninguém toma uma providência. Outro dia eu falei assim, ah, eu não tenho dinheiro nem para para comprar uma caixa de fósforo. E o cara estava com um cigarro na boca e com o neném chorando de fome. Ele comprou o cigarro. Não é porque ele que é viciado, ele quer fumar e o filho se dane. É a educação que ele recebeu
né. É na verdade, eu estava pensando assim, quando você viu na União sovi na União Soviética o que estava se passando, talvez você esperasse uma situação diferente lá, né? Eh, ô ô
E eu tive contato também mais com o pessoal de classe média lá, mesmo com os pobrezinhos, o contato que eu tive com a filha da porteira lá. Eu tinha uma pena de ver aqueles meninos todos com o pano amarrado nos pés, né? Agora, gente pedindo esmola na rua, só uma vez eu vi lá, no no trem, e ele era aleijado de da guerra, porque ele tinha perdido uma perna. O pessoal assim, é, mas ele pede esmola porque é que ele recebe, ele ganha do governo. Talvez não ganhasse o suficiente, porque ele ia pedir esmola.
Então, Margarida, aí volta uma questão que você tinha até falado antes. Assim, você queira ou não, você acaba se aproximando de um determinado segmento da sociedade. Claro. Você mesma acaba se aproximando. É Como que é isso para você? Essa
Parece que é uma escolha, né, não é? É Ah não sei, parece que aqui que a gente tem que ser assim Eu acho que eu sou assim porque tem que ser assim. Quem não é que está errado, né.
Você. É essa, quando a gente fala da da questão Você ouve a história então do porteiro, é, você você foi lá na escola... Trabalhava é com com as crianças da favela. E, hoje em dia, como que é isso para você?
Agora eu estou estou velha, estou doente, não consigo mais sair para fazer as coisas, mas, através da minha empregada, ainda eu dou as minhas cutucadas. <laughs>
Como é isso?
É por que, coitada, ela é pobrezinha, veio do Nordeste, né? Essa pessoa do Nordeste vem para cá, não é porque gosta daqui de São Paulo, é porque aqui é o único lugar que tem uma chance de ganhar um dinheirinho, lá eles não ganham nada, né? E E eu converso com ela, converso sobre os filhos dela, falo, sempre falo para ela, você não deixe de de de... qualquer chuva, frio, qualquer coisa, manda teus filhos para escola, que é a escola que vai tirar vocês da miséria. Ela falou, como que é a escola? A escolaridade da E no que eu posso contribuir, eu contribuo. Você quer falar mais alguma
Então, da sua vida, assim, o que você falaria da os sonhos que você tem? eh... O que você mudaria? né. Que mensagem você deixaria?
Bom, eu sonho, eu não tenho mais sonho de nada, tudo que está aqui deixa, <laughs> mas eu... Que as pessoas procuram olhar de frente a outra pessoa e ver o que ela está precisando. Eu acho que isso aí é uma aju ajuda que você pode dar. Às vezes, uma palavra muda a vida de uma pessoa, né? Sempre, não não não ter preconceito com ninguém. Olha, eu criei minhas filhas tão sem preconceito que uma filha é casada com um negro. Ela mora em em Paraty, casada com um negro. E a gente adora ele.
Se você fosse deixar uma mensagem para os seus netos, o que você deixaria para eles?
Ah, olha, eu eu sempre falo, a gente tem que viver a sua época, né? Sempre procurar. quinze anos, a gente pensa uma coisa, mas faça. Vá em um baile. Vocês querem ir em um baile? Vá no baile. Porque quando você tiver cinquenta anos, você não vai ter vontade mais de ir em baile. Paquera, trabalha. Minha filha é surfista, minha neta é surfista. Vai, você gosta de surfar? Vai surfar. Até comprei uma casa lá em Ubatuba e ela mora lá, estuda lá e... E fazer o quê? Mas sempre lembrando de não fazer nada que está prejudicando o outro. Nunca, nunca, nunca. Sempre você olha para frente, olha nas pessoas. Nunca faça nada que possa magoar o outro. Eu sempre falo isso. Vocês me acham chata, mas, olha, não deixe ninguém te esperar. Seja pontual, seja honesta. Isso sempre. sempre desde que elas eram pequenininhas. Elas não Eu já sei, vó.